Meu avô, desculpa.
E esses avós, por parte de pai ou por parte de mãe?
Por parte de mãe.
E os por parte de pai, você não lembra ou não?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

Bom, meu pai era mecânico, mamãe é auxiliar de enfermagem, hoje aposentada, a vovó era dona de casa e meu avô

Então hoje eu estou catadora por conta do sangue que corre na veia.
E a origem da sua família? Da onde vieram?

De pai. E por parte de mãe...
Agudos também, né?

Perto de
Mas por parte da mamãe, e
E a origem do nome, você sabe da sua família?

Nunca procurei saber, né? Mas vou procurar saber agora. <laughs>
Irmão, você tem?
Tenho, somos quatro.

E vamos um pouquinho falar assim da sua infância. Você lembra da sua infância, onde você morava, como era a rua, o bairro?
Bom, a casa que até hoje eu moro é da minha infância, né. Eu lembro que a mamãe e o papai... O papai contava porque ele é falecido, mas a mamãe conta muito que quando, ele, o papai comprou o terreno lá, era todo o que parecia sítio. Hoje, claro, né, avançou, né, cresceu o bairro, mas ainda continuo no local de quando o papai comprou. A mamãe estava grávida do meu irmão mais velho, Roberto, e eu sou a segunda filha. Então continuamos no mesmo lugar onde nascemos.
E qual é o bairro?

E você lembra quando você era criança, como era assim o cotidiano da casa?
Quer dizer, como éramos quatro, né, a casa sempre foi movimentada.

tio, tios, né? Sempre presente. Eu só conheci, quer dizer, minha avó quando eu nasci, veio a falecer. Então a história que eu sei dos meus avós por parte de pai, de mãe, é assim que a mamãe passou. E lembro também que o papai tinha muita criação, codorna, pato, galinha, cachorro, que era possível, né? Naquela época. E do meu pai, assim, da infância também o que me marcou muito foi que eu cutuquei uma codorna dele e ele me deu um tapinha. Foi isso que eu lembro assim mais do meu pai, porque ele veio a falecer, eu tinha quatro anos, hoje eu estou com Mas a mamãe também passa muito assim, que se ele fosse vivo hoje, os meninos não seriam meninos. E as meninas também, ela falou assim, que teriam eh virado pessoas muito chatas para se conviver. Porque meu pai foi, enquanto ele estava vivo, a gente foi criado com muita fartura e ele não deixou nenhum de nós andar no chão quando começamos a andar. Andava em cima da cama e de botinha branca. Porque eu não sei de onde ele tirou isso, né? Mas, vai ver, era algum sonho que ele tinha e não realizou.
E as brincadeiras de criança, você lembra?
Maravilhosa, né? Era jogar malha, bola de meia, eu jogava bolinha de gude com os meus irmãos, eu me dei bem na minha infância porque eu sabia fazer pipa, meus irmãos não sabiam, e aí eu trocava ou vendia para eles na época, né?

E quando você iniciou seus estudos?
Eu entrei na escola com sete anos, mas já assim, tinha uma professora, professora Maria Joaquina, De vez em quando eu encontro ela nessa vida de catadora, porque a gente viaja Brasil inteiro e de repente encontra as pessoas. Então ela sempre comenta que desde quando eu fui fazer meu primeiro ano eu já era líder. Mas eu já era líder, foi uma coisa que... Líder nata. Eu nasci, mas aflorou na com o falecimento do meu pai, porque a mamãe teve que sair para trabalhar e eu tive que cuidar dos irmãos menores, aliás de todos, né? Então, eu que subia num banco para esquentar comida para os meus irmãos. E na escola também. Eu sempre fui líder de classe.
E você lembra, assim, da escola? Conta um pouquinho.
A escola era um vagão de ferro.

Porque na na mudança de colégio, esse colégio era mais afastado. Daria uma meia hora a pé. Quando eu e era um colégio estadual. Quando fizeram um municipal que praticamente fica atrás, na rua de trás de casa, eu também fui eu que fiz a transferência, a minha transferência de escola, porque era mais perto, eu ia ganhar mais tempo para cuidar dos meus irmãos. A mãe teve que arrumar três empregos para poder manter nós quatro.
E como era estudar num vagão? Uma coisa assim diferente, né? Diferen
Hoje, quando falam que tem criança ainda em vagão, eu falo, eles devem estar todos mortos. Porque naquela época, claro, a terra também não tinha aquecido, como hoje. Mas, eh, foi fundamental para a base, né, da vida da gente. Tudo que eu aprendi naquele vagão com a professora Maria Joaquina, eu me lembro como se fosse hoje. Ela tinha uma régua, que quando você não, não prestava atenção, né, aquela régua era batida na mesa, e eu sempre, sem saber, sem ter consciência, eu tomava todo o cuidado do tempo que eu estava na escola, de absorver, anotar tudo que a professora estava falando, porque eu não ia ter tempo em casa de abrir o caderno. Praticamente, ela passava lição para fazer em casa, quando eu dava o sinal, eu já tinha feito a lição, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos
E você tem algum período, alguma lembrança que te marca nesse período da escola?
O meu irmão caçula, porque praticamente o que me marcou na infância é que esse meu irmão caçula, hoje ele tem trinta e oito anos, e eu fiz o meu primário praticamente levando o meu irmão para a escola. porque eu tinha que cuidar dele, ele não tinha ninguém, a mamãe estava trabalhando. Então, marcou assim, mas é uma coisa boa, me emociona. Porque feliz daqueles também que podem conviver com a família, ir para a escola, levar um irmão. É que muda, se mudou muitas coisas. Mas foi primordial, porque a gente tem, além de ser irmãos, né, o esforço, o trabalho, o respeito, a dignidade de cada um foi tudo imbuído naquela época.
E como você considera que os estudos influenciaram na tua atividade profissional?
Na realidade, foi bom porque, até por conta de ter a responsabilidade de cuidar da família, pouco tempo que eu ficava na escola, eu tinha que absorver, aprender, saber, e me serve como referência até hoje. Eu vejo na minha própria caligrafia, o pessoal fala assim, mas você escreve bem. Eu falo, eu sou da época do caderno de caligrafia, escrever Bonitinho, redondinho, acento, pontuação. E os meus irmãos também. O que a professora passava para mim enquanto irmã mais velha, eu já ensinava para eles em casa. Corrigia a lição deles para eles não irem mal na escola também.
E falando da época da adolescência, você tinha um grupo de amigos? Como era?

É que na realidade a minha adolescência são todos também moradores lá perto de casa.

Somos divorciados, mas vai ser o pai dos meus filhos até a morte.

Então, é um bairro que cresceu e as pessoas viraram parentes e hoje estão ligadas de alguma maneira até hoje.
E o que vocês faziam para se divertir naquele tempo?
Tinha um baile na garagem.

Na época era dancing dance, né? Que foi a época que a gente pôde conhecer. É uma época muito boa. E essas pessoas foram para o interior e já retornaram e estão na mesma rua de casa. Então a gente vira e mexe, a gente faz uma nostalgia. Para relembrar. E na época do ginásio, do colégio, né, como você perguntou também, foi quase que a mesma turma. Só com uma diferença. O meu colegial eu já fiz praticamente, eu terminei meu colegial grávida. Eu engravidei aos dezessete anos do meu primeiro filho, que hoje tem E dois anos depois engravidei do caçula, que tem vinte três anos. Então eu terminei o colegial grávida. E agora depois eles já estão criados, agora o ano que vem eu já vou entrar na faculdade para fazer gestão ambiental.
E fora os bailinhos, você frequentava cinema, alguma coisa assim?
Na realidade da minha adolescência, eu lembro que eu fui duas vezes no cinema e por passeio da escola a gente entrava na fanfarra, que aí passeava bastante, conhecia outros lugares. E Play Center, né, que o auge era andar na montanha russa. Hoje eu não conseguiria nem entrar mais no Play Center.
E esportes? Tinha esportes naquela época?

Você jogava vôlei ou handbol. Futebol não tinha naquela época, acho que era meio erradicado para as meninas.

E você lembra dessa época, ainda da sua adolescência, da sua juventude, como era a moda? O que se vestia naquela época?
Calça leves, né? E tênis ao estar. Quando você entrava, aparecia com... No ginásio era o conga, ou então o alpargata, quem tinha aquilo. Porque, por conta da mamãe trabalhar, ela sempre vestiu e alimentou a gente muito bem. E no ginásio também, eu lembro. Ginásio não, no colegial... Como não era só eu estava no colegial, mas tinha que ter o olhar voltado para os meus irmãos, então, para economizar na condução, eu andava cerca de uma hora a pé, que era da cidade de Domitila à Estação Conceição do metrô, que é o vilal onde eu fiz o colegial. Então, economizava-se, mas era pouco. mas muito assim, bem utilizado. E os livros também, no colegial nunca comprei nenhum livro, porque a mamãe não tinha condições e tinha os outros. A gente pegava emprestado de turmas que estavam saindo.
E o primeiro namorado foi esse que você Foi o pai dos meus filhos. Quer contar um pouquinho como você o conheceu?
No baile de garagem do Evandro.

Se você não tivesse feito o baile, o baile, a gente não teria namorado.
E conta um pouquinho para gente como é que foi.
Vocês namoraram e aí... É que na realidade, é, tinha sim a informação, é, mas eu não usei camisinha. Eu fui mãe muito nova. E engravidei... É, engravidei em setembro, não. Engravidei em oitenta e um Quando foi setembro de... Muito, engravidei no começo, dia seis de janeiro de oitenta e dois, quatorze de setembro de oitenta e dois eu tive meu primeiro filho. A única vantagem que eu vi nesse negócio de casar, o casamento, filhos não é fundamental para a nossa vida. Foi que foi um bom negócio para o pai dos meus filhos, ele estava no exército e ele teve que sair do exército.
E vocês casaram...? casei na na
Na igreja não, porque eu nunca curti igreja. Eu acho que Aliás, hoje então, eu falo que para viver bem não precisa nem casar, nem de documento. Mas naquela época eu sempre, eu nunca me vi vestida de noiva. Casamos no cartório, né, porque eu acho que por mais influência da mamãe, levar o nome do marido, como a mamãe. Papai faleceu, eu tinha quatro anos, a mamãe criou nós sem a presença de um chapéu, de um homem em casa. Então eu tinha isso muito forte em mim, vou levar o nome. do pai dos meus filhos. Mas também depois, no decorrer do do tempo, eu vi que é bobagem isso.
E como você descreveria assim, o cotidiano do seu casamento?
É que eu não tive, na realidade, foi um casamento mais por conta do... por eu estar grávida, a mamãe viúva e os pais dele também forçando assim, é melhor casar. Porque eu casei com dezessete, com dezenove anos, eu já tinha os dois meninos e já parti para o divórcio. Porque eu percebi que não estava fazendo bem nem para mim, nem para ele. Tanto que para se ter uma ideia, o meu divórcio, como o pai dos meus filhos não queria assinar,

Na época o juiz assinou. Porque o juiz falou assim, mas tem que, se ela sabe se ele é vivo, morto, o que aconteceu? Eu falei, o que eu não acho justo é eu continuar casada com uma pessoa que eu não sei onde está. E o juiz assinou o meu divórcio. Então foi uma das grandes empreitadas da minha vida. Porque todo mundo fala, como você vai se divorciar se ele não está? Eu falo, tem que ter um meio. E eu consegui. E também consegui também, eu lembro que o juiz também falou no meu divórcio, eu fui para entrar para o divórcio, mas eu falei, eu posso entrar com a pensão alimentícia antes? Ele falou, mas se o marido é sumido, como que você vai requerer a pensão? Falei, tá, então vamos para o divórcio. Quando eu fiz o divórcio e ele achou que eu ainda estava casada com ele, quando ele apareceu, eu fiz o da pensão alimentícia. E o juiz falou assim, mas eu nunca vi isso. Eu falei, ah, mas passou na minha cabeça, eu achei que era possível. Era uma tentativa. Por conta do divórcio ele apareceu, aí eu peguei ele de calça curta na pensão alimentícia.
E você falou que ser mãe para você foi fundamental. O que foi para você ser mãe? porque
Porque me norteou na vida. Até então eu sempre fui assim, muito cabeça aberta. Eu não vejo, tem tanta coisa que as pessoas fazem, nossa, que anormalidade, que absurdo. Tanto que eu sempre falo assim, a vida é para quem sabe viver, não é para quem quer. Quem não gostaria de estar bem, de vida, andar para cima e para baixo, eu falei, eu não gostaria. Sou tão feliz na minha vida de catadora, como mãe, com os meus parentes, com os meus amigos. O ser humano precisa de muito pouco, é que ele não sabe que ele precisa de tanto. Basta estar vivo, o resto a gente consegue tudo. Eu nunca vi a normalidade. Na televisão passa muita coisa feia. E o tempo também que eu convivi na cooperativa com pessoas, que eu sempre falo, defendo o modelo Arca de Noé, que vem um bicho de cada espécie.

Eu falo, seria um absurdo no mundo capitalista. No mundo cooperativista, cada um tem que ser do jeito que é. E se unir para trabalhar é só isso, não tem a normalidade. Porque eu vejo que o ser humano, às vezes, cria situações dificultas e até... como eu disse lá atrás. Eu vejo como a pessoa chega na cooperativa, ela já chega com medo, fraca, sem autoestima, e eu falo, mas você está vivo? Eu falo, você não está vivo, você pensa que está vivo. Você já está respirando, já é um bom negócio, o resto, tudo, você tem o poder de conseguir. Capacidade, todos nós temos, o resto a gente vai buscar.
E voltando pro para ser mãe, né, que eu tinha te perguntado, mexeu assim com você? Mudou as tuas crenças? ãh

às onze horas da manhã, eu fui ter ele às dezenove, e a médica falou assim, você não viu que o seu filho está nascendo? Eu falei, não, porque eu nunca tive a primeira vez, como é que eu vou Você não está sentindo nada? Eu falei, não. Senti que a bolsa estourou, só dor, contração. Foi um parto assim, bem light, né? Do segundo filho eu senti muita dor, mas do primeiro foi maravilhoso. E me lembro também da mamãe falando assim, agora você é mãe, você vai me entender. E cada vez que eu me lembro, eu vejo as moças, as adolescentes, ãh o pessoal com quem a gente convive, no dia que você for mãe, você vai entender o que é a vida, né. Porque é muito complexo, é saber mesmo interpretar. Muita renúncia, muita resignação. Eu não tive filhas, eu tive dois meninos. Mas eu vejo que até os meninos cobram uma postura de mim como se eu fosse homem, porque eu sempre fui o pai e a mãe. Mas foi assim, maravilhoso.

Enquanto catadora, hoje foi a segunda maravilha depois do parto. Primeiro foi ser mãe. Foi maravilhoso. Engravidei, sempre almejei ter dois filhos e sempre pedi também a Deus.

Sempre pedi para ter dois meninos e tive. As filhas eu tenho várias, agora do coração, dentro da cooperativa. Mas sempre pedi, dois filhos homens.
E o que que eles fazem atualmente, os teus filhos?

E já terminaram os estudos?

Então, como é difícil fazer com que as pessoas voltem para a escola, até os nossos filhos, Eu ainda falei na cooperativa, para carregar o a a, continuar puxando o trilho da cooperativa, eu vou fazer uma uma faculdade de gestão ambiental, porque se a gente já coleta o material, já está preocupado com o meio ambiente, vamos para uma faculdade para ver.
E você falou que ficou grávida no colegial, né, aí casou, teve os filhos. E quando você começou a trabalhar, como é que foi? Você, em seguida, o colegial, você não fez faculdade, né?

E quando você, porque em seguida, a minha faculdade foi os meninos, né? <laughs> Eu fiz uma troca, tive dois filhos.
E aí quando você precisou trabalhar, eu acredito, é... que tipo de atividade que você foi exercer?

Eu era uma escriturária que cobria folgas. Então eu andava o hospital inteiro e aprendi bastante coisa.
E esse foi o teu primeiro emprego? Quantos anos você tinha? de

E como foi que você começou a trabalhar lá? Alguém te indicou? você...

Então, como eu tinha caligrafia boa, segundo grau, eu entrei como escriturária. Você lembra do teu primeiro dia de trabalho? Lembro, porque minha supervisora era adora e ela falou assim para mim, como você vai ser escriturária substituta e vai cobrir folga, você já vai trabalhar na farmácia. E aí eu não tive muita dificuldade também no meu primeiro dia na farmácia, porque tinha referência da mamãe como auxiliar de enfermagem. Falava, você tem que dar tal remédio, tal hora para o teu irmão, leia a bula. Então foi bom, foi um aprendizado. A mãe sempre falava assim, dura com a gente. Eu falei, ela está dando bronca, mas foi fundamental, me norteou para a vida inteira.
E como você chegava lá? Ia de ônibus, de metrô?

Podia ir de ônibus ou então a pé. Era perto. Era próximo. E usava uniforme lá?
Um aventalzinho rosa. Show de bola. <laughs>
E almoço, como era? Almoçava lá mesmo?
mesmo no no hospital. Na realidade, quem não almoçava lá é quem tinha medo. de comer dentro da cozinha do hospital, porque ficava também muito próximo o velório. Então, às vezes tinha o velório e o almoço, o pessoal não conseguia administrar esses dois conflitos. Eu falava, eu preciso comer, porque eu tenho que rodar o hospital inteiro. Quem está morto, infelizmente já está morto, e eu estou viva, eu preciso de energia para trabalhar.
E você lembra da primeira impressão, assim, que você teve lá do hospital, quando você começou a trabalhar?
Eu não tive dificuldade porque a mamãe trabalhava na cruzerte, então ela levava a gente para o hospital. Eu não não percebi, nada me assombrou. O que, assim, me deixava, às vezes, assim, meio que chateada era de ver crianças, né, doentes, paralisia cerebral. Aquilo assim me comovia, mas é porque eu lembrava dos meus, né, também dos meus filhos, eu já tinha meus filhos.
E você lembra do primeiro salário que você recebeu? O que você fez com ele? Como foi?
Com certeza eu fui no mercado <laughs> fazer compra para os meninos. Eu não lembro o valor, é Eu não lembro nem que moeda era. Mas eu sei que eu fui ao mercado e comprei roupa e sapato para os meninos. E...
você... Que outros lugares você trabalhou? Você ficou lá muito tempo?

Eu fiquei lá nove meses, depois eu falei que eu não queria mais trabalhar no hospital, porque estava tomando muito tempo, eu não podia ficar de sábado e domingo com os meninos, visto que na semana eu já colocava eles na creche, né? Os meus dois meninos foram para a creche.

que também foi bom, emancipa a criança da mãe, né?

Porque aí cuidar de toda aquela papelada era uma área assim que sempre me fascinou. Porque te consumia o mês inteiro e quando você fechava todas as folhas de pagamento, quando você arquivava a última pasta, no outro dia você já tinha que começar a tirar tudo de novo e fazer. Então eu sempre gostei dessas coisas que tomam muito tempo e que põem você para pensar muito.
E depois disso, você teve outros empregos ou ficou mais lá?
Depois eu saí da safra, administradora de restaurantes, fui para o laboratório Fleury, que como eu disse, lá estava a minha origem na mamãe.

com a marmita de manhã e mudar de emprego. Até a tarde você já arrumava um o um outro emprego. Mas eu lembro que eu sempre falava, eu buscava alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu falava, um dia eu não vou trabalhar para ninguém. De saco cheio desses patrões.

Falei, acho que agora eu me danei. Mas tudo que eu fazia... Eles são muito minuciosos e inteligentes. Tudo que eu fazia, se eu tivesse uma vírgu, uma única vírgula errada, voltava tudo. Hoje eu encontro um deles na Limpurb, que é um serviço da prefeitura, limpeza urbana, seu Noritaki, e eu falo para ele, seu Noritaki, você não tem noção de como foi importante para mim quando o senhor fez voltar tal trabalho por conta de uma vírgula.

Hoje eu sou dona do meu negócio, E até os compradores, a indústria, quando vem e fala que quer tal coisa de tal jeito, se não tiver perfeito do jeito que eles pediram, eu não tenho coragem de mandar.

E eu achei que você ficou tão pouco tempo. Eu falei, foi seis meses porque ninguém era contratado. Mas foi muito bom também. Eu comecei a melhorar. até como ser humano no coração. Eu sempre falo, o universo também já estava conspirando para o que eu ia enfrentar lá na frente.

Eu falei, mas eu não dei como, Ele falou assim, eu não sei, eu acho que você era mais ama Eu falei, e não é que eu era. Hoje, ele fala assim, hoje você está mais alegre. Eu falo, relaxei, sou light, como, bebo, durmo, trabalho. Vou para minha casa, vejo minha família, a preocupação, o conflito da cooperativa fica lá dentro, porque se não funcionar bem todo dia também não tem graça. Ele falou que bom, fico feliz por você. E e aí, à medida que você vai encontrando essas pessoas que são mais velhas, que te viram há dez, quatro, cinco anos atrás e eles falam para você aonde você melhorou. Porque às vezes a gente tem melhora também e não sabe aonde. Mas eu vejo que dentro da cooperativa, nesses quatro anos, Para mim sobreviver lá, o que eu precisei fazer de melhor foi abrir o coração e receber todo mundo de braços aberto. E aí te dá uma amplitude, assim, do universo, da vida. É como eu falei lá atrás, você não vê... Nada de horroroso. Tudo é tão normal.
E como foi esse salto da área administrativa, né, que você sempre trabalhou, para a cooperativa?
Começou, eu entrei, eu entrei, é, eu tinha trinta e oito anos. Duas colegas minhas falaram assim, olha, tem um lugar que vai tratar do lixo. Você estava desempregada? Estava. E vai tratar do lixo, que foi quando terminou esse contrato da prefeitura. E já tem verba para estruturar e para dar infraestrutura também, né, para essas pessoas. Elas me levaram.

Elas me levaram e no decorrer do processo eu entrei. Com dois meses elas saíram, porque os nossos pais nos educaram, acho que todo mundo foi educado assim, se você não estudar, você vai virar lixeiro. E hoje eu falo, realmente, é do lixo que você tira o material reciclado. Mas a a sedona... empreendedora de um negócio que é até o resto da minha vida, eu falo é coisa de catador mesmo.
E como você começou a estruturar? Parece que você começou a estruturar, não é isso?
Porque, na realidade, o programa de coleta seletiva deveria ser por subprefeituras. Seriam trinta e um

A zona sul, onde está a Cooperativa Granja Julieta, foi contemplada com três. A Cooperativa Granja Julieta ficou sem a disponibilidade da infraestrutura. Era, era não, até hoje ainda é chão batido e disponibilizaram duas prensas e três caminhões para se iniciar o programa de coleta seletiva. Mas como tudo era novo, como fazer educação ambiental? Porque você tinha que bater de porta em porta e pedir o material reciclável para a dona de casa. E todo mundo falava, na época que eu cheguei lá tinha mais cinquenta e cinco pessoas que estavam menos preparadas do que eu. Porque eu ainda tinha, assim, alguma informação e estava entendendo o que as pessoas estavam falando, agora eles não. E vi também que naquela época, quatro anos atrás, as pessoas iam ali às vezes porque foi feita uma capacitação da qual eles davam o lanche e o dinheiro da condução. Então, eu percebi que as pessoas iam ali para pegar o dinheiro da condução, às vezes retornavam para as suas casas a pé, porque aquele dinheiro ia servir para comprar alguma mistura para a família. Então, eu falei assim, alguém tem que fazer mais alguma coisa, porque é muito fácil, quando você tem a teoria, ensinar, passar para a pessoa a prática. Éramos nós, né? Queria fazer. E eu falei, mas como que vai mexer com lixo? Esse pessoal fala, fala, fala. E no não estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu sei que a gente ficou um bom tempo, teve na época a Faculdade Santo André, que também capacitou um pouco, mas demorou uns quinze dias para o pessoal entender que se não colocasse a mão para bater o bolo, ninguém ia comer bolo. Eu falava, gente, não deve ser só isso, todo mundo ficar parado esperando um caminhão chegar de material que a gente não sabe de onde vem.

Eu falei, mas a gente vai ficar aqui esperando até quando?

Quando a prefeitura chegou, começou a mandar o caminhão, a gente começou a separação do material. A prefeitura também trouxe a notícia que deveria ter uma eleição para legalizar a cooperativa. pessoas estavam lá, só que eu não sabia que, como eu andava muito com a coordenadora, eu não sabia que eles iam em minha presidente, a futura presidente, e não nela. Tanto que o nosso voto... Eu lembro que uma vez alguns cooperados perguntaram assim para mim, como que a gente faz para votar numa pessoa que... Mas a gente tem que votar numa pessoa. Mas e se a gente não quiser? Eu nem sabia que era Eu falei, vocês pedem voto na urna. Porque é aqui que vai ser isso? A eleição é daqui que vocês estão falando?

Falei, pede voto na urna, então. Nós vamos pedir como? Não vem o pessoal da prefeitura que vai acompanhar a eleição? Fala para eles, então, que vocês não têm coragem de abrir a boca e falar para quem está votando e pede voto na urna. Porque eu mesma, eu sempre fui assim, determinada, obstinada, eu falaria na cara de qualquer um que estaria ali para quem eu iria votar. Eu sou a favor do voto a aberto. Mas eles não tinham a coragem. Falei, então pede urna, vocês são a maioria, a maioria há de ter poder. E foi na urna. Quando abriu a urna, eu estava eleita presidente. Falei, agora eu sou presidente, mas... Porque eu sempre falo, ninguém nasce presidente, todo mundo vira presidente por acaso.
E você estava lá há quanto tempo quando aconteceu isso?
É que na realidade, quatro anos se conta de legalização, juridicamente legalizada. Eu cheguei praticamente seis meses antes e porque dizem que haveria as capacitações, e ficava lá com o pessoal, escutando, né, a história de vida de cada um. E ali escutando, cada um contando a situação que estava passando. E eu acho que, e eu também comecei a melhorar ali. Eu falava assim, nossa, meu Deus, eu reclamava tanto, minha vida está boa. Porque para a gente saber se a vida da gente está boa ou ruim, é só olhar para trás. E eu lembro que eu conversava com as pessoas e falava, nossa, eu estava queixando hoje de manhã, não vou reclamar mais.

Porque sua situação é bem diferente da minha, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir melhorar. E eles me perguntavam também, mas você acredita nisso? Eu falei, mas eu vim aqui porque eu acredito.

É um monte de lixo. Mas eu acredito em mim, alguma coisa está me dizendo para eu não ficar por aí.

Tanto que agora já fizemos a eleição, já temos outra presidente. Porque dentro do modelo Arca de Noé, respeitando a diversidade também, o bom é quando você levanta da cadeira e deixa nascer um outro presidente de tanto que ele conviveu com você. Então, aprendeu, já pode assumir também.
Voltando um pouquinho lá lá, que você estava me contando, quando você foi eleita a primeira vez a presidente, e aí, como foi? Então, como eu disse... Foi o começo da estruturação aí?
Foi, porque as pessoas, os cooperados, né, que até então elegeu e em seguida partiu para legalizar, as pessoas precisavam de alguém que puxasse elas, um carro-chefe. Não foi fácil, na época eu lembro que tinha as prensas, os caminhões, você tinha que fazer educação ambiental e trazer o material. A garantia da sua sobrevivência era trazer o material que seria doado pela dona de casa. E conseguir fazer isso sozinha, porque a gente foi capacitado para separar o material, não para educar ou conscientizar uma pessoa, ou levar ela a pensar o porquê que ela tem que doar o material resclável dela. Sensibilizar essas pessoas foi muito difícil. A gente ia para a porta das donas de casa, eles falavam, a gente ia com uniforme, tinha o emblema da prefeitura.

Eu não vou doar material, não. Tinha gente que corria atrás da gente na rua. Mas foi muito bom. Eu falei, serviu, porque hoje a gente consegue voltar para essas mesmas casas que falaram que não ia doar. Todos são doadores. Passaram a ir na cooperativa, conhecer a cooperativa. ela foi projetada para o ano de dois mil, a cooperativa. É totalmente diferente você chegar em dois mil e sete e ver o que aconteceu. Porque qualquer um que passasse de dois mil e três, dia vinte e um de outubro de dois mil e três, que eu lembro quando eu entrei lá, falava que era quase que impossível nós estarmos trabalhando lá e sobreviver à cooperativa. Teve pessoas também, o serviço social acompanhou um pouco, Na época também eles falaram, eu acho que não vai ser possível vocês trabalharem E como eu já estava de linha de frente, eu falava assim, mas o que vai impedir as pessoas de trabalharem? Eles ah, vocês não vão conseguir, então é como se as pessoas, quem foi lá estava testando a gente. E eu sempre, quando essas pessoas saiam, eu falava, a gente tem que provar para eles que nós somos capazes.

Você organizou grupos que iam nas portas das casas? Como era?
Na realidade, quando você está num mundo de cooperativismo ou dentro de uma cooperativa, Para você saber a capacidade dela, você tem que delegar poderes, né.

Falei, como não? Todo mundo é capaz, sim. Cada dia eu ia com três ou quatro pessoas. Só que eu ficava na esquina e deixavam eles irem lá e educar, convencer essas pessoas a doar o material. E eu lembro que eles falavam assim, ah, eu bati em tal porta. A pessoa falou que não ia me doar nada. Eu falo, não faz mal. Hoje ele não vai doar. Daqui algum tempo ele vai ver a importância, a necessidade de se fazer isso. E foi o que aconteceu. É que quando a gente está fragilizado, sem autoestima, Como convencer alguém? Porque os grupos também que a gente dividiu, e as cinquenta e cinco pessoas que estavam lá, a origem delas era o quê? Ex-morador de rua, pessoas que acabaram de sair do presídio, pessoas soropositivo, leucemia eh, esses jovens de liberdade assistida. dona de casa, que além de nunca ter trabalhado, tinha acabado de se separar do do marido. Então eram vários conflitos, do qual era pertinente a presidente Na realidade, administrar. Só que eu sempre falo, sempre falo e sempre falei para eles o quê? Os conflitos que vocês têm dentro de casa não podem interferir na cooperativa. Só que dentro de uma cooperativa, se você não tiver o olhar para dentro da casa de cada cooperada, não tem como ela crescer, sobreviver. Você vai... A maioria das mulheres também que estão dentro de cooperativa, elas têm no mínimo três filhos. Agora o máximo é nove, dez, onze. Então, foi todo um trabalho que foi sendo feito assim. Como eu vim... praticamente exclusa da sociedade, eu não era carente de sociedade, as pessoas são carentes de sociedade. Então eu falava, as crianças a gente tem que procurar creche, as crianças que não estiveram na escola a gente tem que procurar escola, mas as mães mesmo falavam, como que eu vou fazer isso? Vamos para o conselho tutelar, vamos na secretaria de educação, e essas pessoas não sabiam fazer isso. Tanto que eh tem pessoas ãh que até hoje lá falam, ah eu estou sentindo isso. Eu falo, vai, eu não sou médica. Como eu trabalhei no hospital muitos anos atrás, pode ser que seja isso. Vai, procura tal médico, clínico geral, urologista, os homens também. Tem que mandar fazer o exame. E uma outra coisa também que eu percebi na cooperativa, quando veio o pessoal da saúde, eu vi também que os homens, até por conta da exclusão que já tinham passado, não sabiam nem o que era camisinha. As meninas nem camisinha feminina, nem que tinha injeção para evitar a filha. Falei, não, gente, nós vamos ter aula também de saúde, a saúde da mulher, a saúde do homem, porque não tem condições. Eu não eu não tinha a visão de que tinha pessoas que viviam Onde você mora não vai fazer a diferença. Favela é quando ela não é organizada. Tem favelas organizadas hoje que a gente não pode nem falar mais que é favela. Seria pura ignorância. São comunidades do qual ninguém gosta que se fale, mas é uma realidade. O traficante fez o social, mas o traficante também é carente de sociedade. E às vezes ele não chega nem a ser o traficante, o temido na favela. Às vezes ele nem é traficante. É que de tanto que ele organizou, ele passa a ser temido. Eu vivo isso, enquanto, ou vivenciei enquanto presidente.

Eu falava, gente, eu sou de carne e osso. Errar é normal. O legal é quando a gente erra, admite o erro e vamos consertar junto. Então é por isso que eu sempre falo, eu não vejo nada de anormal, as coisas que a pessoa teme. Sempre falo também para os cooperados o quê?

Aí eu falo mais o certo. o errado, o sim ou o não, não foi regra criada pela sociedade para a gente poder se relacionar um com os outros, eles falaram, é, acho que é isso. Falei, então eu vou correr pelo justo, o que for bom para todos, não só para mim ou para ele, dentro da cooperativa. E também se buscar referência de tudo isso Está lá na minha mãe, muitos irmãos, a gente teve uma infância de dividir. Era um ovo dividido para quatro, um pacote de bolacha para quatro. Então, eu sempre falo, a gente tem que dividir, repartir e compartilhar. Se todo mundo estiver junto, todo mundo cresce junto.
E... Então, partindo dali que vocês começaram a educar, os moradores ali do bairro, conscientizá-los, né, para eles doarem. Fora isso, tinha o caminhão também, né? Da coleta.
Então, mas nessa educação ambiental, a gente ia buscar o material com o caminhão.
Ah, com o caminhão.
Com o caminhão, dependendo do volume. Mas a cooperativa passou também por uma dificuldade na transição de governo, que a a a a quantidade de pessoas que ali estavam não tinha conseguido coletar

Como que eu consigo sensibilizar distritos a doarem o material se a pessoa já tem a rejeição, o preconceito de quem está no lixo é lixo. Só que realmente nós, enquanto catadores, vamos buscar o lixo. Mas eu percebi depois também que as pessoas confundem com quem está tirando o lixo, que ela também é um lixo. E foi muito difícil tirar esse preconceito das pessoas. Porque à medida que eu comecei a ir ver outras cooperativas, a viajar a nível de município e até a nível nacional, conhecer outras cooperativas desse mesmo segmento, foi onde eu comecei a perceber, eu falasse, mas as pessoas têm esse preconceito e por conta disso não flui melhor. Uma prova disso é o próprio poder público. É a limpeza urbana. Eles deveriam ter dado com coleta seletiva. É uma saída viável hoje, se você visar o meio ambiente, o aterro, sem sombra de dúvida. Mas é muito difícil também lidar com o poder público. Porque quando chega um que começou a entender, ele já muda o governo. Então a gente precisava de decreto, lei que fortalecesse e tirar, né? Todo mundo tem que tirar esse preconceito da cabeça de que o catador Ele é um lixo, porque tem determinados, lá mesmo onde está a cooperativa, tem lugares que a cooperativa não entra com o caminhão, porque nós tivemos uma iniciativa de sentar com o subprefeito, fazer um trabalho e sentar também com o carroceiro. porque a subprefeitura foi muito bem clara e eu também muito bem despachada.

Eu falei, é, pode ser que dê certo.

precisam acabar com as carroças.

Mas por que? Mas vocês estão tirando o pão da boca dele. às vezes o carroceiro tem uma uma rua para coletar às dez horas da noite, se você estiver na janela da tua casa, você fecha a cortina, pega no telefone e fala que viu um vulto e que provavelmente vai assaltar. E não é o ponto de coleta fidelizado, ele só pode coletar às dez horas da noite. Conheci também diversos carroceiros na região, tinha um que o...

E a mãe? Ele falou assim, eu separei da minha mulher. Na primeira conversa ele falou que separou e que ficou com a filha. Eu falei, mas não era melhor sua filha com a mãe? A gente ficou tão amigo que ele falou, a minha mulher me largou e eu tive que ficar com a minha filha. Essa menina hoje estuda no colégio próximo da cooperativa. Ele está dentro da cooperativa organizado, porque eu falei para ele, acho que a carroça te dá um tanto, que aparentemente é bom para você e para a tua filha comer um marmitex e dormir na carroça na rua. Se você for para dentro da cooperativa que está organizada hoje, eu te garanto que você consegue alugar uma casa e pôr a tua família. Porque é difícil também fazer com que o carroceiro acredite nisso.

Ele alugou, na época, um quarto e cozinha, colocou a filha, a menina estudou, e agora ele já está mudando porque ele conseguiu comprar a casa dele com dinheiro vindo da catação. Eu falo, sempre assim que eu falo, a história de vida dele é maravilhosa, serve como exemplo para qualquer um. Eu falo, quem é que diria, né? Porque ele sempre falava... quando ele tinha lá os conflitos internos dele. Ah, mas eu sempre fui um miserável.

Ele conseguiu a família dele de volta. Então, eu falo para ele, é essa capacidade que a gente... Eles também sempre falavam, vou correr atrás. Eu falo, nós não podemos mais <coughs> correr atrás, a gente tem que correr na frente.
Então, conta um pouquinho assim, como funciona? Aí chega o material, né, que foi que foi recolhido nas residências e aí vai ser separado?
Tem toda a triagem, né? Porque na realidade, quem doa o material, ele acha que ele tem que pôr em sacos diferentes e não é. É só limpar mesmo para não juntar barata, rato... inseto de espécie alguma, e pôr num único saco e destinar para a coleta adequada, o dia adequado onde você mora. Porque a triagem, que é a separação, coletar, triar e beneficiar é a função da cooperativa. E na triagem também você consegue educar o ser humano, porque são coisas que a gente, são práticas que a gente tinha, que a gente gera muito material, mas a gente não sabe o mal que está fazendo e nem o destino adequado para dar. E eu também aprendi dentro da cooperativa que na separação do material, claro que cada um tem um valor e quanto mais você separar, você agrega valor para vender para a indústria, mas o processo de separação também eh educa a pessoa. Tem lá cooperativas que nunca foram na escola, mas que aprendeu a contar e já está escrevendo alguma coisa de tanto que separou o material. E depois que você para? Beneficia a prensa e a gente, como estamos legalizados, a gente tem a nossa nota fiscal, a gente vende direto para a indústria, não para o atravessador ou para o aparista pequeno.
E como é, vocês negociam com as indústrias, dependendo do tipo de material?
As indústrias procuram as cooperativas por conta do social. Então tem todo um trabalho feito, hoje a gente senta com petroquímica, Suzano, papel e celulose, Nova Craft, indústrias papeleiras, né, e de pet também, muito grande. senta-se com ele e se negocia. Porque todos têm um valor de mercado, só que cada cooperativa tem uma maneira de trabalhar. Na cooperativa Granja Julieta, eu sempre falo também que o comprador não... ou a indústria, ele não está levando só o material. Ele está levando o resgate, a cidadania das pessoas que lá estão, o social mesmo, o suor, o trabalho deles, sai todo no material. Então você tem que ter todo um jogo de cintura, porque quando você tem que trabalhar com o sumo, a sua indústria não é bom porque vira monopólio. E se você trabalhar muito com o aparista, ele joga o valor no chão. Então você tem que saber lidar com os dois e sempre estar bem informado do valor, porque de repente não dá tempo, nessa época do ano, você não dá tempo de você pôr na indústria, você tem que correr para um aparista. Mas é beneficiado dentro da cooperativa, como forma de aprendizado também, você aprende a separar, coletar. prensar e até pôr em cima do caminhão para quando sair, porque como eu falei lá atrás, para você sobreviver dentro da cooperativa você tem que saber fazer tudo.
E agora você falou em aparista, o que que é um aparista?
O aparista é o que não é a indústria, ele vai comprar por um valor menor e ele consegue, ele tem algum comércio Às vezes ele mesmo é cadastrado na própria indústria da qual a cooperativa também vende. Mas ele é intermediário, né?
É o intermediário. E que tipo de material, assim, é mais comum no que... no que vocês coletam?
Papelão, papel branco, né? Garrafa pet, vidro. A latinha é um material quase que extinto, porque em tempo de desemprego todo mundo vive de latinha, todo mundo junta na tua casa e vende. Tem mais o que? O isopor, que eu acho fantástico o que é feito do isopor, a gente joga fora, o tempo dele de duração aí para ele se deteriorar também é muito tempo, mas do isopor você pega ele, a indústria bate ele com um copinho de danone e yakult faz salto de sapato. Então, dentro da cooperativa hoje, eu diria assim, não tem mais o que... Tudo é comercializado. Então, eu sempre falo, tem lugar que eu não gosto de ir, porque eu fico olhando o que tem de material, o que se geraram de material, o quanto vale, e eu falo, e está aí sendo desperdiçado. É uma coisa que às vezes a gente compra e nem vai usar. E o trata pak também, né? Tem o pê a dê, o pê pê, que isso aí já são as qualificações do plástico.
E você pode contar para nós, assim, que nem você falou agora, que faz salto de sapato. Mas alguns produtos, assim, no que no que eles se transformam?
A pete, hoje em dia, a gente já usa até roupa, né? De pete Eu diria que é pouca coisa que não estão... O tetra pak, que é a caixinha de leite ou de massa de tomate, vira telha. E fora o que agora, nesse exato momento, não estão inventando, né? Que assim como estão inventando como reutilizar esses materiais, tem alguém também inventando embalagem. Mas, por exemplo, a chapa do pulmão, né? Que é a coisa mais antiga, né? Chapa do pulmão por conta da minha idade. Hoje seria o raio-x. Tem compradores que eles vão lá porque tem o minério, ele raspa aquilo. vende, usa. Normalmente quem está, trabalha em um hospital já tem um intermediário que compra o papel branco que vira o reciclado, né? Então, você viver num mundo que tudo que você... tudo você pode transformar. Tem dia que eu me sinto um êtê, como eu disse.
E como funciona assim a parte financeira? A divisão é proporcional ao trabalho de cada um ou é igual para todo mundo?

Nosso material, depois que a gente prensa, separou, beneficiou o que a gente vende, emite-se a nota. Quando termina a comercialização, normalmente é todo dia trinta de todo mês. Você tira a despesa que gerou naquele mês, dez por cento de fundo reserva, que ele tanto pode ser usado para uma festa como para um enterro. A maioria das vezes ele é usado para enterro. O que sobra se divide pelo valor hora de cada cooperado. Por que valor hora? Porque é o que estabelece a igualdade. Por isso é cooperativa, por isso é cooperativismo. E é normal também você encontrar pessoas que já chegam porque ela já está estruturada. Eu fiz uma gestão de três anos sem dinheiro, agora tenho um investimento reciclável que fez um capital de giro. Então, eh, de seis meses para cá, a gente tem um dinheiro reservado que você pode trabalhar melhor, com mais tranquilidade. Então, eu sempre falo assim, o valor hora vai estabelecer a igualdade, mas ninguém tem salário. fixo, é rateio. Então, é necessário que cada um contribua com a sua parte para manter.

Se eu trabalho duzentas horas por mês, tira-se mil reais. O mês de agosto, o valor hora chegou a sete reais. O ganho foi de mil

É bom ter um rateio desse? É maravilhoso. Agora também é emocionante quando você vê o cooperato chegar como um morador de rua.

Então eu sempre falo assim, Marcelo, mas isso é porque nós estamos aqui todos juntos. Esse foi o primeiro mês, eu espero que para o resto da tua vida você consiga comprar cada vez o que você achar de melhor para você e para a sua sobrevivência. Porque você, o mundo cooperativista, você sempre vai se deparar com os cooperados e comparar o que eles fizeram na vida dele.

No mês de setembro também eu falei, eu acho que já está na hora de você ir para a praia. Porque às vezes você tem que alugar um ônibus e levar as pessoas para conhecer a cidade. Eu tenho vergonha de entrar no shopping. Eu falo, quem entra no shopping é quem tem dinheiro para comprar as coisas. Se vocês têm dinheiro para ir, pode entrar no shopping. Eu sou aquela tipo, não gostaria de ser, mas eu sou aquela que eu tenho que ir até na porta do shopping, entrar e falar, escolhe onde você quer comprar o seu dinheiro. Comer em restaurante, eu tenho vergonha de comer no restaurante. Eu falo, mas você tem dinheiro para comer no restaurante, você pode. Foi o seu rateio que está te proporcionando isso. Se não for o seu rateio, foi o seu trabalho. Se não for isso, é a sua dignidade. Você tem que ter. Uma outra coisa também que é muito engraçada, documento. Aí eu não tenho documento, mas vai ter conta. Você tem que tirar o documento para abrir sua conta no banco. E aí começa a graça da cooperativa. E eu não posso abrir conta no banco porque... meu nome está sujo. Eu falo, você pode ter conta salário. Ressocializar essas pessoas. Fazer elas entenderem que elas têm direito como qualquer um outro, né. Cumpriu. Com os deveres tem direito. É cidadão. Eu sempre falo também do... Gente, vocês sabem o que é cidadania?

Eu sei, eh, dia de eleição eu vou lá e ponho voto na urna. Falo, não é nada disso, é o direito que você tem. E parte do que a gente passa aqui ou fora daqui é porque também faltou. Agora a gente tem que ter a boa vontade de querer fazer. Tem coisas que a gente vai buscar. vai trabalhar, não temos uma política pública adequada, vamos construir aqui dentro da cooperativa uma maneira da gente viver bem. Tem uns cooperados também que falam que chegaram há pouco tempo Eles falavam, vamos pedir cesta básica. Eu falo, não, com o nosso rateio, a gente pode ir no mercado e fazer a nossa cesta básica da maneira que a gente quer. Tem também outros exemplos de pessoas que vinham para a cooperativa trabalhar, falavam assim, eu tenho minha bolsa família, era tanta bolsa que a pessoa tinha, que eu falei assim, mas não precisa de tudo isso de bolsa. Entra só você lá, esquece as bolsas. E hoje ela fala assim, olha, larguei a bolsa salário, bolsa família, bolsa não sei o quê. Falei, está vendo? Porque eu também tenho lá comigo, quanto maior vier esse dinheiro do governo federal, maior a corrupção. E corrupção de de pessoas que já sabem onde vai mexer. E a gente recebe essas pessoas que foram excluídas do mercado de trabalho. E eu sei onde que eles foram lesados quando teve muita corrupção no nosso país. E pôr elas para andar de novo e fazer com que elas acreditem que elas... Hoje, o nível da cooperativa, eu falo, capaz todos nós já somos. Por isso estamos aqui. Agora a gente tem que potencializar, construir... de alguma maneira, facilitar para nós e para quem vai chegar. Esse é o intuito maior da cooperativa. E dou muito exemplo para eles também. Eu falo, Câmara Municipal, quem conhece? É a casa do povo, gente, vamos lá. Levar eles lá para para conhecer. Porque teve uma lei que foi aprovada agora há pouco tempo que fomos nós, catadores, que construímos. Então, se as pessoas deixarem o preconceito de lado, A gente consegue trabalhar melhor.
E qual é a forma que as pessoas chegam para trabalhar na cooperativa? Através de quê?
Ou na comunidade ou na própria favela tem sempre uma. Existe um cadastramento? como? Eles vêm e eu peço para preencher já uma proposta de adesão, né? Porque ele fala, mas isso é a ficha? Eu falo é, a ficha seria numa empresa. Aqui é a proposta de adesão. E no decorrer do processo você vai entender como funciona a cooperativa. Proposta de adesão, estatuto e regimento interno. Porque eles falam, eu não sei ler. Eu falo, não faz mal, eu sento e leio para você. E o que você não for entendendo, à medida que você for convivendo, você vai entendendo. Existe, assim, um limite de pessoas?

um projeto tramitando ãh na subprefeitura para ampliar para quatro mil metros quadrados, do qual daria hoje, se cada cooperado trabalha seis horas e meia por dia, dar-se-ia para fazer quatro turnos, incluir, hoje nós estamos em cinquenta e sete,
E hoje vocês são cinquenta e trabalham um turno?
Um turno.
Um turno só.
Mas eu posso potencializar, passar para quatro turnos, sair de uma média de coleta de material eh de cento e dez toneladas para passar para quatrocentos e cinquenta toneladas. Porque estima-se que por cooperado... Se fosse numa empresa, ele teria três meses de experiência. Na cooperativa, a gente tem que pôr a pessoa para andar rápido porque ele chega dando prejuízo. Só que o prejuízo que eu falo é porque ele ainda não está entendendo. Quando ele come começar a entender, ele vai começar a somar, né? Quando entra no cooperativo, você divide mais. Quando ele entende a soma, aumenta a soma. E hoje, também, um outro benefício que a gente conseguiu foi o quê? Tem pessoas lá que quando começou a pagar o i ene esse esse, isso lá para mim falta muito tempo. Eu ia também no i ene esse esse com essas pessoas, fez-se a contagem de tempo, detectou-se que era só um ano e tem pessoas que já foram embora porque já se aposentaram. Conseguiu aposentar lá depois de ter trabalhado uma vida inteira. em outros lugares, em casa de família. Então, eu falo dessa importância da cooperativa.
E tem uma rotatividade grande do pessoal?
Tem, porque, <coughs> por exemplo, as épocas, né, do ano. Natal, essa época de Natal tem muita oferta. Então, quem não acredita vai embora. Quem acredita, não vai. Já teve um ano que nós tínhamos Também acho que foi um ano retrasado. Amanhecemos no outro dia, numa época dessa, com Teve também um outro ano que atearam fogo na cooperativa quando ela começou a decolar. Quando eu cheguei, as pessoas já estavam na porta, falando, só estava esperando você chegar. Eles chegavam sete e meia, que saíam até mais cedo, mas o horário é oito horas Nós só estávamos esperando você chegar para ir embora. Precisam ir embora por quê? Porque queimaram o... queimar o material, não queimar o dinheiro, vamos limpar e continuar trabalhando. Se no primeiro eh acidente, conflito, a gente correr, gente, a gente não vai trabalhar nunca. Vamos continuar. Tanto que tem uma pessoa que vai documentar também, ele tirou fotos, e amanhã também eu vou estar dando a entrevista disso que ele vai documentar. Porque ele falou, o Gomes do Banco do Brasil, ele falou assim, era para vocês terem fugido, mas imagina, precisa demais. para a gente fugir. O povo daqui tem muito tutano. Uma coisa é quando a pessoa fala assim, aí eu sou capaz, aí você tem que ter um olhar. Um tem fibra, o outro tem tutano, juntar, fazer uma vitamina e distribuir para todo mundo para dar certo.
E você falou, trabalha em um turno, mas poderiam ser três?

Ou quatro e poder... Incluir mais pessoas. Então, e o que impede que vocês façam isso?
A infraestrutura, porque aí ela impurbe, que vai destinar o dinheiro para a subprefeitura para se fazer a obra. Porque a área é cedida pela prefeitura, né, certo, é um convênio.
Tem tipo de um... Bom, você falou, é um convênio. E vocês têm algum outro tipo de subsídio, alguma outra empresa, ou sei lá, uma... O que eu quero falar? Uma fundação, alguma coisa assim? Subdiziam vocês, ajudam de alguma forma?
Na realidade, no começo, tinha quem capacitasse. Não decorreu do processo, mas isso é uma falha escrita no programa de coleta seletiva. Não se pensou que as cooperativas deveriam ter começado com capital de giro. Eu, quando eu entrei, foi como eu falei lá atrás, entrei com a cara e duas toneladas de material. Não tinha dinheiro para nada. Se você tivesse entrado com isso, você caísse de fome lá, você ia ficar, porque não tinha. Precisava de capital de giro. Se tivessem feito isso no começo, quando se começou a discussão do programa de coleta seletiva, todas as cooperativas hoje estariam mais potencializadas, teriam mais subsídios do bê ene dê esse, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.

É que na realidade a burocracia para essas pessoas catadoras é um... Nós já temos o Código Brasileiro das Ocupações, cinquenta e um Quem vai dar crédito para um catador?

Ninguém A maioria tem um nome sujo, que eu sempre falo, sujo para quem está lá fora.

A gente entra e sai dele quando dá, né Porque se o rateio é bom, a primeira coisa que eu vou fazer enquanto pobre é limpar meu nome. É o que eu tenho de melhor na minha vida. Então, eu sempre falo, as pessoas falam, eu estou com o nome sujo. Eu falo, não faz não, você vai sair do clube. Você ganha para ir lá e limpar teu nome. Porque às vezes você passa numa situação que você não consegue parar.
Então, atualmente, vocês não têm esse tipo de coisa porque você falou que não foi pensado lá atrás, né?
Escrito no programa. E dependendo do governante que estiver, ele também não deixa você andar. Hoje é possível. Nós temos mesmo.

E que no final a gente se encontra. Porque necessariamente eu não preciso te dar três, quatrocentos mil reais para você ficar bem. Pode dar para o Jean, o Jean crescer enquanto empreendimento e ensinar eu que quero crescer, eu vou crescer um dia. A gente não não se importa com quem vai gerir. esse dinheiro. Mas deveria ter se pensado. Hoje tem um. Se você andar por aí, o governante permitir que você vá atrás, tem muita ongui, pessoas querendo ajudar. Projeto sempre, que é gestão empresarial. Eu sei porque outro dia eu estava com um rapaz da Atlanta, é, quer dizer, de Atlanta, mas da Coca-Cola de lá. Para subsidiar é dinheiro, verba, para a gente melhorar. E tem o bê ene dê esse, que é é muito burocrático, às vezes você não consegue. das dezessete cooperativas, uma só conseguiu. E tem prazo, às vezes por conta de uma certidão você não consegue passar.
E no caso, melhorando a infraestrutura, né, você pode implantar quatro turnos de trabalho. Você considera que vai conseguir a coleta, aumentar a coleta também? Porque se não aumentar a coleta, acho que não adianta, não é?
Mas sem sombra de dúvida, nós estamos assim meio que parados, porque eu preciso de infraestrutura, de espaço para gerar mais trabalho e renda. Porque tem muito material.
Porque as pessoas já se conscientizaram nessa altura? Você considera isso? Já... Assim, as donas de casa já estão mais conscientes?

E além de você ver a região, ver os distritos, os três distritos que eu atendo, eles estão assim de braço aberto, torcendo para ter ampliação e para eles doarem mais. Porque eu consigo ampliar o meu circuito de coleta e o melhor também, enquanto catadora É como se eu não fosse tão dependente da infra. Eu preciso da infra, mas o melhor é eu sei onde está sendo gerado o material agora. Quem é que pode me impedir de buscar?

Se é a minha sobrevivência, nada vai impedir com que eu vá buscar.
E a parte da capacitação do pessoal, você falou que no começo tinha e agora como está?
Depois desses três anos eh que foram, eu sempre falo que foram os melhores anos da minha faculdade dentro da cooperativa, faculdade da vida, é... Eu fui capacitada acho que mais de cem vezes, porque até como presidente eu saio, os cooperados ficam ali na cooperativa, eles têm medo de sair. E consegui duas esse ano. E uma outra coisa também, lá na cooperativa tem cinco cooperados analfabetos. Conseguimos trazer também a Sala Mova, é...

Eu falo, mas nós somos sócios. Se eu estou entendendo o que eu estou fazendo, você também tem que entender. Começou, foi com a Sala Mova e já estão matriculados para alfabetização para adultos. Já estão indo para a escola o ano que vem. Então, não se conseguiu montar um espaço grandioso, um lugar bonito, mas o que se conseguiu de valorização do ser humano, dinheiro nenhum vai pagar.
E você falou que são dezessete cooperativas?
A nível de município de São Paulo.
E há uma integração, assim, entre as cooperativas?
Sim, uma vez por mês <coughs> ou duas vezes no mês a gente faz reunião. que tem uma rede de comercialização para a indústria também não segregar e tem também E fora, na região, você vai pegando vínculo de amizade com um com o outro. Estamos sempre por aí, sempre juntos.

É, o que você acha que mais mudou? O que te trouxe isso? A mais,
<coughs> É uma satisfação plena. Eu me sinto... valorizada e realizada enquanto ser humano de ver o que? O que é possível se fazer por um outro semelhante seu quando você quer, aqui no coração.
As principais lições, além disso que você já falou, tem mais alguma, assim, da tua trajetória toda, da tua vida?
Se for lição de vida, eu diria... paciência, perseverar e amar muito mesmo o próximo. Porque se Deus fez isso, por que nós que estamos aqui não podemos fazer? E é muito fácil. As pessoas não estão por aí é, em um farol mendigando porque elas querem. De alguma maneira aconteceu alguma coisa na vida delas. A gente tem que pegar essas pessoas assim, às vezes mesmo abrir o coração E trazer elas para perto da gente, que parece que a gente vai ensinar, mas a gente aprende tanto com eles. Como eu disse, eu vou fazer uma faculdade o ano que vem para ter um diploma pendurado. A lição de vida, a trajetória da minha vida, eu já estou formada.
E você resolveu agora fazer a faculdade?
Porque na área que eu estou enquanto catadora, e o tanto de faculdade, universidade que vai lá, é melhor eu estar no meio deles. Porque essa época do ano você atende um todo dia. Sábado, eu não me lembro um sábado de não ter ido a uma faculdade. Não só de gestão ambiental, de outros cursos também. Economia, administração, psicóloga, psicologia, psiquiatria, mé mé médico. Outro dia foi um médico lá, que é do Campo Limpo, que ele falou assim para mim, aí eu vim ver como que é isso. Aí eu falei assim, mas o senhor não tinha essa informação de coleta seletiva, é, doutor Ricardo?

Falei, mas doutor... Ele falou assim, é que para mim é meio bagunçado, né? Eu falei, mas doutor, é simples, é só querer ver, é inversão de valores. O senhor não salva vidas? Ele falou, sal Eu falei, eu estou salvando o meio ambiente, o que difere eu do senhor? Ele falou assim, nossa, eu não tinha visto dessa maneira. Eu falei, então, é inverter os valores do qual a gente foi criado. E ter aquele olhar assim mais significativo, mais puro, olhar na cara da pessoa mesmo, no olho da pessoa e de coração aberto. Alguns vão te decepcionar mesmo, que é normal. E outros também você vai ver que vai te seguir ou já estão prontos para ir para outro lugar. O Robson saiu de dentro da catação, era um menino que estava dentro da marginalidade. Na favela onde ele morava, ele ia todo dia para a cooperativa falar que ia dar tiro de a erre falava, Robson, se você soubesse a pessoa maravilhosa que você é, você parava de ficar falando que vai dar tiro, quer matar, que isso, não precisa. Tem que amar todo dia alguém, o próximo. Muda, Robson. Ele virou um dos melhores profissionais e hoje ele está dentro de uma puque Saiu do meio do, que diriam os outros, do lixo.

Eu estou realizada, né? Porque o Robson está na puque por conta do lixo. Eu estou dando uma entrevista porque saí do lixo e estou aqui nesse luxo.
<laughs> Não tem luxo nenhum, é. Então, a gente agradece a tua entrevista, tá bom?
Obrigada a você.